Primeiramente, perguntando o seu nome completo, local e a data de nascimento.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

E qual era a atividade profissional deles, qual é? Qual era a atividade dos seus pais?
O meu avô é é um imigrante espanhol. Ele e a minha avó vieram para o Brasil ainda jovens né, assim, adolescentes praticamente. E... E eles trabalhavam na lavoura. E eles eh eh foi um grupo né, de espanhóis que se estabeleceu na região do Sorocaba. Então, meu avô e a minha avó se conheceram né, de eh, dessa maneira e casaram né, de ainda em Sorocaba. E quando o meu pai tinha seis anos, eles mudaram para São Paulo. O meu pai, que hoje está com oitenta e dois anos, na verdade, embora não tenha nascido em São Paulo, ele é um paulistano, porque ele veio para cá muito muito E o meu avô então começou a trabalhar no comércio né, de com com ele ele era agricultor de ce eh de cereais né, basicamente de cebola, e aí eh e ele tinha eh negócio no mercado de Pinheiros, que era o bairro onde eles moravam, E aí o meu pai seguiu a trajetória junto com com com os ir com dois irmãos. Eles abriram um negócio no no Lago da Batata, que há quarenta anos atrás era um lugar onde, se você quisesse comprar cebola em São Paulo, esse era o lugar né, onde você vinha. Os supermercados né, os grandes compradores vinham nessa região comprar. Então meu pai eh trabalhou de a maior parte da vida dele. tendo um um armazém onde ele comprava e revendia cebola.
E aí, a sua mãe?
De a minha mãe de ela é, ela nasceu no interior do Espírito Santo, numa colônia italiana. A minha avó nasceu no Brasil, mas ela foi alfabetizada em italiano. Era uma uma uma comunidade um um pouco fechada, a gente poderia dizer, que num num determinado momento, eh, por por dificuldades de falta de recursos daquela região, também migrou para São Paulo, né, a minha ah o meu O meu avô era pedreiro e ele morreu com setenta anos e eu tinha na época doze anos, então eu não conheci muito esse meu avô, né, assim, de As lembranças que eu tenho dele são muito afetivas. Mas eu sei que a casa onde eles moraram foi ele que construiu com as próprias mãos. E a minha avó teve um restaurante de comida típica da região do Espírito Santo, comida capixaba. que se chamava Bar Vitória, que foi um bar muito famoso no Largo da Batata. Né, então, foi, é se você ver, a origem do meu pai, a origem da minha mãe. De repente, eles se, o meu pai é descendente de espanhóis, a minha mãe de italianos, mas eles, né, se encontram nessa região. E aí eles se casaram. A minha mãe nunca trabalhou e o meu pai, junto com dois irmãos, é tinha essa... um armazém, né, no Largo da Batata.
E o senhor tem irmãos? Irmãos...
Então, nós somos em sete. São quatro mulheres e três homens. São três mulheres, três homens e uma mulher. E eu sou o, o, o homem do meio. Então, tem três irmãs mais velhas, um irmão mais velho, um irmão mais novo e uma irmã mais, mais nova. O que faz cada um deles?
Lula, descreva um pouco a sua infância, como é que foi, a o período da sua infância, a rua, o bairro em que você morava.
Então, a gente, é... minha vida está muito vinculada ao bairro de Pinheiros, né. Que foi o bairro onde eu nasci, não fisicamente, porque eu nasci na maternidade de São Paulo, mas onde a minha família morava. Quando os meus pais se casaram, eles moravam numa rua chamada Ferreira de Araújo, e aí, quando eu tinha dois anos, eles mudaram para a casa onde eles moram até hoje, que é uma das travessas do Largo de Pinheiros. É então, é um sobrado, né de, com um quintal, uma casa bastante ampla, e mais a gente em sete filhos. Então, por mais ampla que seja uma casa, né, a briga pelo espaço é uma coisa interessante. É... E o fato de eu ter muitos irmãos, né, é uma coisa que às vezes eu paro para pensar, assim de A coisa de dividir, para mim, vamos dividir, né? Uma torta, um bolo em X pedaços é uma coisa que vem da minha infância, né. Embora eu tenha morado uma época sozinho, que então tudo é seu, né, é... a minha, a minha matriz de infância é essa coisa da divisão. A rua onde a gente morava é uma rua sem saída, embora ela seja numa região movimentada, né, que é o do Largo de Pinheiros, foi uma rua sem saída. A minha infância, a gente andava de bicicleta na rua, brincava de amarelinha, de esconde-esconde, essas coisas. É uma rua de mais ou menos duzentos metros que tinha uma grande, um grande número de crianças, né, então foi, foi desse jeito. E, e assim, à medida que eu fui crescendo, a gente ia muito ao cinema juntos, né, assim tinha bailinho na casa de um, na casa de outro, quando tinha aniversário, então era uma coisa assim, tinha uma coisa de rua e de comunidade que Hoje, em São Paulo, na, na região central é impossível, né? Talvez você encontre isso nos bairros mais afastados, que não tem trânsito, que as crianças ainda brinquem na rua, né?
E como que era o cotidiano na sua casa? O relacionamento com a família, os irmãos, os pais? É...
O meu pai trabalhava, né, tinha esse armazém e sustentava a família. Minha mãe cuidava do, do, da casa e dos filhos, né? A minha mãe é uma excelente cozinheira, assim de, uma das coisas mais difíceis da minha vida foi por volta de dezessete, dezoito anos, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a, a viver, sair para o mundo, era assim, cada vez que eu tinha que comer fora de casa, era uma tristeza, eu estranhava o tempero, o cheiro da comida, era uma coisa assim de, às vezes, sabe, eu beliscava a comida para não ser mal educado e não comer, mas era um horror. Então, é essa é uma coisa que marcou muito a vida da minha família, porque a gente todo santo dia almoçava e jantava, os nove, né, os sete filhos, meu pai e a minha mãe, e eventualmente tinha também uma empregada, então era esse ambiente de dez pessoas, né, que povoava a casa. Então, na, na, durante a minha infância, então, é, a gente ia para a escola de manhã, voltava para casa, fazia lição e saia para brincar na rua. À medida que a gente foi crescendo, principalmente as minhas irmãs mais velhas, então tem essa coisa de sair. Então, são as primeiras pessoas que vão abrir o mundo para mim, né, assim, de... de falar de cinema, de teatro, de eventos culturaisn né, e é uma... Cinema foi uma coisa sempre muito importante na minha família, assim de, de, tanto que eu tenho o hábito de ir ao cinema até hoje. É... e, e a minha rua tinha essa coisa de vamos ao cinema. A gente ia muito ao cinema. Às vezes, quinze pessoas, né, entravam no ônibus e lotavam, né. Era a turma da rua que, que gostava de cinema e assistia muito. A minha avó e a minha mãe sempre foram também muito religiosas, católicas, fervorosas. A minha infância e a minha adolescência também é marcada pela, por ir à igreja, ir à missa todos os domingos. E eu especialmente trabalhei, fui catequista, trabalhei com um grupo de crianças e de jovens na paróquia. Então a minha vida até mais ou menos dezessete anos, ela tá muito confi... ela está na minha casa, na minha rua, está na escola que eu ia a pé, que era mais ou menos uns, talvez um quilômetro de distância da minha casa. e a igreja no domingo, e o cinema que era no bairro. Então, eu vivia no bairro de Pinheiros, que se a gente comparar com, com a situação de São Paulo hoje, o que era, o que é um que hoje é um bairro residencial mais afastado, talvez Pinheiros fosse, porque Pinheiros não estava na região da Paulista, ou na região central, então ele não tinha uma coisa assim de uma vida noturna, né, ou coisas muito extravagantes. tinha comércio durante o dia, fechado à noite, e famílias que moravam lá.
Lula, poderia descrever a escola, os estudos? Haram. É...
A escola, o,o, o, primário, eu estudei numa escola chamada Escola de Demonstração do Centro de Pesquisas Educacionais Professor Queiroz Filho. É a escola que hoje é a escola de aplicação da Faculdade de Educação da USP. Essa era, era uma escola experimental ligada a um centro de estudos que era, naquela época, inclusive, federal. Esse centro de estudos de pesquisas educacionais era do governo federal. Essa escola, quando ela abriu, ela era na cidade universitária, que se hoje já é complicado ir para lá, você imagina quarenta anos atrás, né? Essa escola, quando ela abriu, não tinha alunos. Então, os professores que eram, além de professores pesquisadores, eles saíram batendo de porta em porta nas casas da região do Butantã, de Pinheiros, da Lapa, pedindo para que as famílias matriculassem os filhos. Entaão, e essa era uma escola completamente diferente das outras, Na época que eu estudei, essa escola não tinha muros, não tinha grade, ela era A USP era um terreno, um grande terreno, baldio. Então, assim, eu me lembro, assim, de às vezes no recreio a gente sair, andar, e era uma vastidão, né? É... Muito grande. E é interessante, porque todos os, os, os... A não ser a minha irmã mais velha, que estudou, não estudou nessa escola, porque ela não estava aberta ainda, todos os outros estudaram. Quando a minha irmã mais nova foi se matricular, aí a escola já tinha se tornado uma escola de referência, não sei o que, papapá, e aí tinha vagas muito limitadas e sorteio. E ela, e a minha irmã não foi sorteada. E aí o meu pai procurou a direção da escola para dizer, olha, quando essa escola abriu, vocês vieram implorar para eu colocar meus filhos, agora que é a última, né? E aí, no fim, uma pessoa desistiu e eles conseguiram acomodar. E aí a minha irmã também. Então, tirando a mais velha, que não poderia ter estudado, porque ela estava um ano, uns dois anos adiantada, né? Todo mundo estudou nessa escola, né? E aí é uma coisa muito engraçada, porque o meu pai não podia ir buscar, porque eram sete filhos, então imagina. Mas às vezes ele, a gente ia de ônibus, ele ia buscar ou ele ia levar, né. E assim, eu com sete, oito anos, eu andava de ônibus, ia para a escola, porque não era muito longe, mas era uma viagem. E, e essa escola, é assim de, a gente tinha aula de teatro, de artes, de iniciação musical, né, coisas que em outras escolas, né, públicas, mesmo públicas que fossem de qualidade, não existiam ainda nessa época. Então foi, foi uma escola muito... que talvez tenha feito a diferença né, de, para minha família, para mim e para os meus irmãos, no sentido de desenvolver um gosto pela leitura, pela arte, né, coisas que depois, né, você não vai ver em escolas públicas hoje, né, com todos os problemas que a educação tem. E que aí eu fico pensando um pouco em termos de trajetória da minha família, porque, enfim, os meus avós eram imigrantes, né? Que o meu avô começou um negócio, né, de vender no mercado, que virou um armazém. Então, o meu pai, que não é uma pessoa, que fez até o segundo grau, não era uma pessoa que tivesse... posses para dizer nossa, então vai dar uma vida maravilhosa para todo mundo. Mas eu acho que a, a insistência do, dos meus pais para que a gente estudasse, né, e a sorte da gente ter ido para nessa escola específica, eu acho que fez muita diferença e que um pouco define o perfil da minha família, né. É.
Qual é o fato mais marcante no seu período de estudante na, na escola?
Ah, é complicado eu te dizer um fato marcante, porque assim, eu estudei, eu fiz, antes de fazer, de entrar na escola regular, eu já tinha feito um ano de, como chama, Jardim da Infância, que foi uma coisa super bacana, era no clube, era maravilhoso. Aí eu passo, tenho todos esses anos nessa escola, que é uma escola da qual eu tenho ótimas recordações. A gente tinha uma coisa que nenhuma outra escola tinha, que era num dia da semana a gente tinha período integral, a gente ficava o dia inteiro na escola. Almoçava, tinha o bandejão, tinha as aulas de artes e tudo mais. No meu ginásio, eu estudei em uma escola de Pinheiros, e essa escola era uma escola muito rigorosa, mas também uma escola pública considerada uma escola de qualidade. Eu me lembro de quando eu estava no ginásio, De eu ter amigos que o chofer ia levar. Imagina, um chofer levar alguém numa escola pública hoje, né? Impensável, né? Mas essa era uma escola muito boa, né? E que eu tive professores que também super marcaram, né, a minha, minha trajetória. Aí, talvez, o período de menos, menos empatia minha com a escola é no colegial, que eu fiz na mesma escola, mas à noite, e era uma escola técnica, né? Que, assim, de aí a qualidade... Eu sempre gostei muito de matemática e física. E o meu sonho era ser engenheiro, porque eu falava, ah, eu tenho facilidade com matemática e física. Então, e essa escola, assim, enfim, eu passei por ela, né, tanto que eu entrei em engenharia, mas eu só entrei porque eu fiz um ano de cursinho, né, porque aquela escola não teria me dado base, né, para entrar na faculdade. E aí eu entrei na faculdade. Então, o que eu estou tentando te mostrar é que eu vivi a vida inteira na escola. Aí depois, quando eu estava fazendo de engenharia, eu tive uma grande crise existencial e eu larguei. Daqui a pouco você vai perguntar sobre isso e eu te falo. E eu, de engenharia, eu fui fazer filosofia. E aí eu fiz algumas outras coisas e num determinado momento, que eu estava com vinte e poucos anos, o que eu vou fazer da vida? Eu comecei a dar aula. Quer dizer, eu passei a vida inteira na escola como aluno e de repente eu me vi como professor. Então a minha vida sempre esteve ligada à escola. Então você fala assim, me fala um fato marcante, eu vou falar, vou ficar devendo, porque o fato marcante da minha vida é que ela está ligada à escola e à educação.
Então, o senhor começou a fazer engenharia, né? Hurum. É. Quantos anos o senhor fez a engenharia?
Entrei, eu entrei em engenharia com dezessete anos. Então, assim, de superprecoce, né? Na época nem era tanto assim, era comum alguém terminar o, o, o colegial com dezesseis para dezessete, foi o que aconteceu comigo, e eu entrei na engenharia, na poli, que era super concorrido, ainda é até hoje. E eu tive uma grande decepção com o curso de engenharia, porque talvez eu tivesse feito um cursinho que tinha me viciado muito a me dar as coisas muito mastigadas por causa do vestibular, e de repente eu estava diante de professores que vomitavam uma teoria no quadro e você que se virasse para estudar. Como eu tinha vivido essa vida, essa vida muito no bairro, a universidade foi uma coisa assim... Não, o mundo se abriu. Então eu fui fazer parte do grupo de teatro, do cine-clube, eu era da equipe que fazia o Jornal Mural. Teve um encontro em é Ouro Preto, de Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia, foi a primeira vez que eu viajei, que eu saí de casa, fiquei vários dias, né, sem a família. Isso, né, descortinou muitas coisas. Então, para mim, a universidade era assim, o que é a universidade? Mas o curso de engenharia, eu não me identificava com ele. Por que eu não me identificava? Primeiro, tinha essa coisa é do saber que coisa esquisita está acontecendo aqui, não sei o que é. Tinha uma outra coisa que era, eu estava descobrindo a minha sexualidade e descobrindo a minha homossexualidade. Então eu vivia num ambiente que era extremamente homofóbico, porque os meus colegas de engenharia, qual era o assunto, né? Carro, futebol e mulher. Carro eu não tinha, futebol eu não jogava e não gostava, e mulher... não era o meu interesse imediato. Então, eu assim, fui criando um sentimento de afastamento, de alienação do curso e como eu tinha essa trajetória, né de inicio que eu era muito ligado à igreja, é. para mim, sim, a minha sexualidade extremamente reprimida, eu resolvi que, então, eu ia largar o curso de engenharia e eu ia é ser padre. Porque era um caminho que, para a minha família, era aceitável, era inclusive natural. E essa foi a minha decisão. Foi por isso que eu largo o curso de engenharia disputadíssimo para fazer filosofia, que era um curso que sobravam vagas. Ninguém entendeu nada. Nossa, como que está acontecendo? E, na verdade, foi a melhor coisa que podia acontecer na minha vida.

Porque eu fui fazer filosofia na USP, né? Eu tinha professores que eram extremamente críticos da ideologia dominante tive aula com a Marilena Chaui, sabe assim, então de repente em dois anos eu não só esqueci que o meu projeto de vida era ser padre, que eu era ligado à igreja, e eu comecei a participar do centro acadêmico, da política do movimento estudantil, e isso mudou completamente a minha vida, até porque eu entrei em filosofia em que é o ano em que o pê tê foi fundado então em mil novecentos e oitenta e dois eu me filio ao pê tê depois em oitenta e três eu vou ser presidente do diretório é do núcleo do diretório do bairro de Pinheiros que era onde eu morava então assim sabe é uma coisa assim que aconteceu em dois anos assim de tipo não é nada disso né Aí eu começo a ter uma visão, inclusive, extremamente crítica e ácida da hierarquia da igreja católica. Não, não é nada disso que eu quero. E com isso, na, na época que eu estava fazendo filosofia, Eu fiz um curso que era da área de antropologia, que era sobre cultura popular. E a gente fez uma pesquisa de campo sobre violência no centro da cidade. E com isso eu comecei a ler sobre antropologia e eu fui fazer mestrado em antropologia no Rio. Então, aí eu termino a faculdade e vou para o Rio. Então, eu mudo de cidade, vou fazer um outro curso, e aí a vida continua.
Como é que foi o impacto dentro da sua família? Essa questão de mudança da filosofia, essa contestação à Igreja Católica?
É então, é porque, na verdade, foi uma coisa assim de é... Para os meus pais, eu ir fazer filosofia com a coisa implícita, né, da religião, de ser padre, era uma coisa que estava legitimada assim de... Era meio de causar uma certa perplexidade, do tipo, ele era tão inteligente a ponto de entrar em engenharia, que ele está fazendo em filosofia, que era um curso considerado espera-marido. Eu tinha uma amiga que dizia que filosofia sem datilografia, você não faz nada na vida. Posso beber água? Pode, fique à vontade. Tá dando aquela coceirinha? Então, pros meus pais, a... essa mudança não foi nada. Para os meus irmãos, que eram pessoas eh, extremamente liberais, estava uma coisa assim, ah, se ele quer fazer de Não foi uma coisa que que a família interferiu, sabe? A gente achou exótico, né?

A passagem de de ir se afastando da igreja, que ainda os meus a as minhas irmãs mais velhas né, o meu irmão, nunca foram muito ligados à igreja. Então, também não tinha uma... Se afastar da igreja, para eles também era um uma espécie de caminho natural. E aí, as minhas eh, com as minhas irmãs, era com quem de vez em quando eu ia ao cinema, ou ia ao teatro. Então, era isso... anos, foi quando eu entrei na na universidade né, foi em setenta e sete, era o auge da ditadura militar. né. Então eh, fazer coisas culturais e participar de coisas que tinham um caráter contestatório era uma coisa que, para para para mim e para os meus irmãos, sempre sempre era uma coisa que borbulhava em casa, né. Não que o eh o o meu pai, por exemplo... A grande decepção política dele é a renúncia do do Jânio em... no começo dos anos sessenta. Pois que, porque o meu pai acreditou muito no Jânio. Aí quando o Jânio renuncia daquela maneira super populista, ele, o meu pai sabe, ele não quer mais saber disso. E é, passam-se os anos, tem essa coisa da da ditadura e a gente tem o o o ex-marido de um de uma tia minha né, irmã da minha mãe, ele era da polícia, da polícia da guarda civil né, que era uma uma espécie de guarda metropolitana, que de que depois virou polícia militar. Ele foi, ele era ligado a ao Partido Comunista e ele foi preso, foi torturado, assim de, sofreu barbaridades. E o meu pai foi uma das pessoas que ajudou, mesmo né, sem nenhuma motivação política né, mas de achar isso um absurdo. Então, essa esse esse ambiente rolava muito na minha casa, né.

Essa esse caldo né, de coisa de... Pô, a repressão é uma coisa ruim, a ditadura né, não sei o quê. E a e com o surgimento do pê tê, eu eu vou eu sou um dos que de... Na minha família, nenhum nenhum dos meus irmãos de eh teve qualquer tipo de vida pública, digamos assim, né. A não ser eu e a minha irmã mais nova, que também foi filiada do do do Mas ela é hoje professora universitária e faz não não lida diretamente com isso, né. Mas a gente tem essa trajetória né, assim de de de um partido que estava se que era né, uma grande esperança de transformação e de renovação e tudo mais, né. Para mim continua sendo. Não não não vamos fazer essa discussão política aqui, mas eu eu continuo, apesar de de, com todos os problemas né, do governo Lula né, do do do do pê tê, de eu continuo acreditando, continuo filiado, continuo participando. Eh... Mas eu sou o de o o que vai chegar em casa em oitenta e dois, que é a primeira campanha eleitoral do pÊ tê né, que é quando o Lula se candidata a governador pelo Estado de São Paulo. Ele vai chegar com estrelinha, camiseta né, né, de queremos o poder, o poder para todos, a estrelinha, não sei o quê. E isso E é engraçado porque o meu pai que não tinha né, eh eh ideologia né, o o o ou um histórico de participação política, ele começa a dialogar muito comigo e com a minha No sentido de dizer, ah, em quem vocês vão votar? Nunca ele nunca foi uma coisa assim, de eu falar, não, o senhor tem que votar assim. Olha, pai, eu vou votar em fulano, em ciclano, em beltrano, por causa disso, disso, disso, porque eles defendem isso, isso e isso, né? E assim, e a minha mãe, que é uma pessoa extremamente conservadora do ponto de vista moral, e que não entende nada de de política, eh teve cenas assim de tipo, no dia da eleição, minha irmã me conta sempre essa história, no dia de de de uma eleição, ela acorda às oito horas da manhã para ir votar, minha irmã tinha ido beber, tinha ido dormir às cinco da manhã, provavelmente, Qual que é o número do Lula mesmo para eu votar, né. Aí ela acorda e vem me contar e para a gente assim é um motivo de celebração. Pelo que aquilo significa né, para a cabeça da minha mãe, não não pelo voto em si, e por por o que aquilo significa de posicionamento da minha mãe com a as amigas da rua, que são mais racionais ainda do que ela. Então a gente olhava e falava, nossa, né, que engraçado, porque sem fazer po, eh, campanha dentro de casa, o fato de que de a gente fazer e acreditar naquilo que a gente está fazendo tem um efeito, né, super grande. Mas isso não se da, o o o resto dos meus irmãos, assim, são são politicamente muito muito de apartados, né, tanto que de vez em quando um ou outro manda esses e-mails, assim de, tirando sarro do Lula, não sei o que, que aí a minha irmã, né, me responde só para mim, eh, dizendo que tem horas que é melhor melhor não discutir política com essa família.
Você entrando na política tal qual qual qual foi o seu nível de engajamento? Que área da política você começou a atuar, a defender?
Então, eu eu me entre, na verdade, em, no segundo grau, eu fui do do Grêmio da escola, né, assim de, que na verdade até chamava Centro Cívico. Eh... Então, foi a primeira vez que eu que eu que eu participei de alguma coisa. Quando Em setenta e sete, né, quando eu eu estava fazendo cursinho, né, aliás, falei errado, eu entrei na na Universidade em e oito, né, em tinha um movimento que era uma parte do movimento estudantil que lutava pelo aumento das vagas nas universidades públicas. E eu fui eh, em algumas reuniões, eu, eh, recebi um abaixo-assinado que eu passei entre o os meus amigos, E as pessoas assim ficavam absolutamente apavoradas, porque era o auge da ditadura, e e a às vezes as pessoas sumiam da noite para o dia por fazer esse tipo de atividade. E eu achava tão louco, e falava, mas é tão ó, eh sabe? Tem que ter mais vagas, a gente tem que se mobilizar. Só e eu não tinha, eu não estava seguindo o exemplo de ninguém, eu, era a minha consciência, eu achava que tinha que fazer isso, né? Então, e isso em setenta e sete setenta e oito, eu entrei na universidade e comecei a participar talvez até mais de coisas culturais do movimento estudantil do que do movimento propriamente dito. Mas com o movimento estudantil eu fui me politizando. Então não tinha uma coisa assim de de da política, de assim, eu quero me candidatar para alguma coisa. Assim de... Aliás, em geral, não não era uma coisa assim de que eu reivindicava, mas que alguém me indicava e falava, ah, eu acho que, né, de você, vai ser, de assume você esse cargo, né? E isso diversas vezes na minha vida vai acontecer. Então, eh, no movimento estudantil, depois quando eu estava no pê tê, de para mim foi uma surpresa. Quando a gente estava discutindo a composição do diretório, as pessoas viraram e falaram assim, ah, a gente acha que você devia ser o presidente. Eu tinha vinte e três anos na época A gente vinha de uma história de dois partidos, a ARENA e o eme dê bê. Então, o o pê tê tinha três anos de existência, Tudo bem que também você ser ser presidente do diretório jornal do pê tê em Pinheiros e ser eh um extraterrestre era quase a mesma coisa porque assim de, as pessoas Eu me le eu tenho essa sensação muito forte na minha memória de que as pessoas, quando me viam com a estrela do pê tê, com a camiseta, eu era um ê tê, assim, de como, né? Mas era era uma coisa que eu acreditava naquela época, e continuo acreditando, de achar que o a sociedade só vai mudar quando ela se democratizar, e isso significa que todo mundo tem que participar. A democracia, que é uma coisa muito bonita, também é um saco, porque significa que você tem que perder tempo de ir nas reuniões, discutir, você construir consenso, que é uma coisa que, né? Então, é muito mais fácil. se estiver nós quatro aqui e a gente tiver que tomar uma decisão, e eu falar assim, ó Sarah, então você toma a decisão o que você decidir, a gente vai atrás, né, de É muito mais fácil do que a gen, não, vamos sentar, o que cada um de nós pensa e de qual é de qual é o o terreno comum que a gente está pisando. Né? Você vai perder muito mais tempo. Então, nesse aspecto, né, de um governo autoritário, uma ditadura, sabe, uma coisa, né, é sempre muito mais prático, porque é alguém que manda, o resto obedece, dane-se, né. Então essa essa, coisa de, essa experiência da democracia, que é uma coisa muito cansativa, né. Então, na minha história como militante, tem hora que você fala assim, ai... chega não cansei não eu vou eu vou cuidar da minha vida eu vou sabe eu vou eu tinha um amigo a gente brincava dizendo assim não vamos ser pescador sabe ter uma casinha a beira da praia e dane-se né mas acho que é uma coisa que depois que você é picado pela pela pelo mosquito da política de dizer assim se você não falar ninguém vai falar por você ou alguém até vai falar eh em seu nome sem a sua autorização Não tem jeito, a não ser você se posicionar. Então, eh, é é extremamente cansativo, assim de, né? Eh E eu tenho hoje um companheiro que é completamente despolitizado, que eu eu olho para ele e falo assim, eu não sei como é que você se apaixonou por mim, porque você tinha tudo para me odiar, né? E eu tinha tudo para olhar para ele e ti e eu, na na verdade, talvez a gente alcance um equilíbrio, porque como ele é completamente avesso à política, então... Quando a gente está junto, não não não são os nossos assuntos favoritos, né, digamos assim.
Bom, você fez mestrado, né, e quais foram as su suas atividades desde então?
Então, de, eu, na verdade, eu comecei o mestrado, eu fiz os créditos, né, em antropologia no Rio. Então, mudar para o Rio foi uma uma coisa muito interessante para mim, porque eu saí de casa, já era já era um ganho. Eu mudei de filosofia para antropologia, que era um exercício intelectual. Eu mudei de círculo de amigos, eu mudei de cidade. né. Então, quer dizer, foi de, essa mudança que aconteceu em oitenta e cinco, ela foi muito grande, muito forte na minha vida. E em ooitenta e cionco, quando eu mudei para o Rio, eu descobri a comunidade gay. Então, foi uma coisa assim de... Tanto que aí, a partir desse momento eu me coloquei como tema de pesquisa os homossexuais. Então eu fiz monografias no curso e a minha dissertação, que eu acabei não terminando, era sobre sociabilidade urbana homossexual. E eu não terminei. Então, aí eu aca, num determinado momento, por problemas financeiros, eu acabei voltando, do Rio para São Paulo, a morar com a minha família, e aí eu comecei a dar aula de filosofia, porque eu era formado. Aí, eh, e isso coincidiu com a época do plano Collor. Que, eh, foi, além de ser uma péssima notícia para o país inteiro, para mim, eh, pessoalmente, um dia antes do plano Collor, eu tinha um carro e eu tinha uma moto. E aí eu ti eu troquei o meu carro por uma outra moto, porque eu ia vender as duas e comprar ou um carro maior ou uma moto maior. E aí, eh, a minha moto foi, a que eu tinha mesmo, que era minha, foi roubada e eu e a moto que eu tinha, eh, trocado, o carro que eu tinha trocado por uma moto, eh, veio o plano Collor, que congelou todas as contas. então o cara para que para quem eu tinha vendido a moto tinha me dado um cheque no valor dela mas eu só podia depositar esse cheque na conta do banco central que ia ficar congelada por vários anos então um dois dias antes eu tinha um carro uma moto que eu vendi, né, e tinha duas motos dois dias depois eu não tinha nada uma moto roubada que não estava no seguro e um cheque que não tinha que eu não podia usar Então, assim de... sabe quando você perde o chão? Assim de... Então, o o o o a minha sensação de que o o plano, o governo Collor, a época do Collor, é um pesadelo que se eu pudesse ter passado dormindo, né, não não estivesse acordado, seria perfeito. E aí, em função disso, eu vou eu decido ir para Londres. Eu eu decido fazer uma viagem pela Europa, que aí eu era, bem ou mal, tinha estudado inglês dos quatorze aos dezenove, com vinte eu comecei a dar aula de inglês. Por parte de família, de de pai e de mãe, eu tinha origem espanhola e italiana e eu tinha estudado um pouco essas duas línguas. Tinha feito filosofia na USP, onde você não consegue terminar o curso se você não não lê um pouco de francês. E como optativa, eu tinha feito alemão. Então, eu gostava muito de línguas e eu tinha um certo domínio, né? Então, para todas as pessoas que eu falava, ah, eu estou querendo ir para a Europa, ai, você você nem vai voltar, porque com todas essas línguas... Então, eu fui em julho de mil novecentos e noventa, né, eu saí da escola onde eu estava trabalhando, juntei uma grana e eu fiquei quarenta dias viajando de trem até eu chegar em Londres, onde tinha uma amiga que eu tinha conhecido aqui no Brasil, inglesa, E lá eu acabei arrumando um um emprego de lavar prato, depois de garçom, não sei o quê, parará. E eu acabei ficando um ano em Londres, né? Que foi uma super, né... Depois de ter morado no Rio, que tinha essa coi essa mudança cultural. Você está numa cidade grande, vai para uma outra cidade grande que funciona de maneira diferente. Mas você ainda está dentro da mesma cultura, né, você está falando a mesma língua, no mesmo país, com as mesmas regras, né. E de repente você muda de país, né, então vai de, né, para uma para uma outra língua, onde você é estrangeiro, onde, né, tudo é novo. E e em Londres eu vou conhecer pela primeira vez na minha vida o movimento gay organizado. Ah, nossa, olha, tem grupos, tem jornais, tem eventos, tem manifestações, né? Isso vai ser super importante para mim, né? Tanto que quando eu volto para o Brasil um ano depois, é o que eu vou assim, de, não é possível que não exista vida gay inteligente numa cidade como São Paulo. Onde estão essas pessoas, né? E curiosamente eu vou encontrar essas pessoas de, né, dez anos depois no pê tê, em noventa e três. e três. Eh e aí eu vou entrar para o para o núcleo de gays e lésbicas do pê tê e isso vai me levar para a militância do movimento gê ele bê tê. Eh... Qual foi a sua pergunta mesmo que eu falei? Nossas atividades desde... Ah, então, de, eh, então, de eh, eu não completei o mestrado e acabei voltando para São Paulo. Eu dei aula de filosofia durante um ano e meio, aí eu fui para Londres, né? Em Londres, eu trabalhei como lavando prato, né e depois fui promovido para recepcionista e depois para garçom. Trabalhar como garçom em Londres é uma coisa assim, fantástica porque você ganha, o salário fixo é muito pequeno, mas você ganha muita gorjeta. de. Eu tinha uma poupança que você ia, Todo o dinheiro que eu recebia eu ia depositando toda semana, que me depois me possibilitou viajar. Eu fui para Amsterdã, para Paris, para outras cidades da Inglaterra, né, e tudo mais. Eh... Aí, quando eu voltei para o Brasil, De por má sorte, eh, eu voltei em abril, então era muito tarde para eu dar aula naquele ano, porque as aulas já tinham começado, então não tinha mais vagas, né, de, para professor. E por uma coincidência, de o o namorado de um amigo meu trabalhava numa empresa de tradução. E aí ele falou assim, ah, você voltou de Londres, né, você deve falar bem inglês, você não quer fazer um teste? E aí eu fui e eu comecei a fazer. E eu dei sorte porque, como eu tinha feito filosofia, eu tinha uma redação muito boa, bastante, né, eh, de boa qualidade. Falava inglês fluentemente, porque eu já dava aula ãh ãh de inglês antes de ir para para Londres e morei um ano em Londres, então eu tinha fluência inclusive oral, né. E aí eu descobri que assim, de, que eu passava um dia inteiro em casa e eu traduzia vinte, vinte e cinco páginas por dia. Então era um ritmo alucinado, então eu traduzia diversos manuais de coisas técnicas que eu não entendia absolutamente nada. Que não era da minha formação. Por exemplo, trabalhei durante uns cinco anos com telefonia celular. Assim de, eh... Central de comutação, torre de transmissão, não sei o quê. Eu Eu conhecia os termos e sabia traduzir. Como funcionava, assim de, né, enfim, eu nem precisava disso, porque era só traduzir. E e isso, então eu fiz isso na minha volta e foi com trabalhando com isso que eu consegui, eh, dar entrada e comprar o apartamento, que é o apartamento onde eu moro até hoje. E aí, num determinado momento, esse mercado de tradução, ele entrou em crise. Então, eu tinha sempre trabalho me esperando, estava fazendo uma coisa, tinha tinha um outro trabalho já me esperando. E num determinado momento não tinha mais nada. E aí, como eu tinha feito um curso de jornalismo em Londres, eu... Um dia, num lugar para onde eu fazia algumas traduções de videogame, o cara era um escritório de editoração eletrônica e eles faziam algumas revistas. Ah, você não quer trabalhar aqui e fazer a revisão, né, dos textos? E aí nisso eu conheci uma garota que escrevia os textos, que era jornalista. Fiquei muito amigo dela e a gen e eu trabalhei durante... uns dois, três anos, escrevendo textos, né, ou revisando ou escrevendo, fazendo matérias, né, na área de jornalismo. E eh... No fim das contas, se você Olha, antes de eu ir para o de de eu mudar para o Rio, na minha época de de faculdade, eu dei aula de inglês no Iasig, né, que é um instituto de idiomas, e eu tinha carteira assinada Depois, aí eu tive uma bolsa de estudos da da Fapesp, aí eu fui para o Rio e eu trabalhei numa Ong, em pesquisa na área de antropologia e dei aula em duas faculdades. E eu tenho registro, eh, em carteira de dessas duas faculdades. Depois disso, eu nunca mais tive emprego emprego fixo. Eu não sei o que é isso e, ah, bem da verdade, eu falo assim, ah, nem quero mais saber. E eu não consigo me imaginar assim de de ter um emprego que eu vou entrar todo dia às oito horas da manhã, vou parar, meio dia, uma hora para almoçar e vou sair, assim de A minha vida... Nunca mais se encaixou nesse nesse padrão. Tanto que no começo desse ano eu comprei uma moto, que eu falei assim, gente, que eu tive moto quando eu morei no Rio. E logo depois que eu voltei, que são aquelas duas, a que foi roubada e a que o o o cheque eu não pude receber. Eh, e eu olhei e pensei assim, de, o que que eu fiz esse tempo todo sem moto? Porque eu ganho tanto tempo assim de, para o estilo de vida que eu tenho, que é estou aqui, daqui daqui eu vou para outro lugar, eu vou fazer várias coisas, né, ao longo do dia. A moto ela é muito prática para mim, né, ela se encaixa perfeitamente no meu estilo de vida que é esse estilo de não depender de uma única fonte de renda, tipo assim, de, você é o meu patrão, você paga e eu estou aqui, né, assim de, né, a minha renda foi sempre muito pulverizada e eu fa quando na época que eu trabalhei com tradução dependia muito da minha produção então se eu pro então alguns meses eu trabalhava mais, trabalhava menos Isso, às vezes você trabalha muito, às vezes tinha menos trabalho para fazer, então você tem uma renda menor. Isso me ensinou na prática a como controlar os meus recursos, né, no sentido de, eh, o mês passado eu ganhei Nesse mês eu estou ganhando um terço de xis. Então, se eu não guardar dinheiro na época em que eu recebo mais, eu vou passar dificuldade no no no mês que eu tenho menos. né? Então, assim de, eu sou uma pessoa extremamente controlada com o dinheiro., assim de É muito difícil falar, ah, vou comprar, ah, que bacana aquela roupa, vou comprar, assim de eu estou sempre pensando, olha, né, daqui dois meses de, né, co como é que eu vou pagar as minhas... condomínio, conta de luz, né, telefone, essas coisas todas, entendeu? Eh...
Você poderia contar um pouco da da sua militância no movimento gay?
Então, falei que, eh, quem me mostrou uma coisa que eu não conhecia, né, que eu eu conhecia a militância do movimento estudantil e a militância partidária por causa do pê tê. O movimento homossexual era uma coisa que, né, eu, se existia no Brasil, eu nunca tinha tido contato com ele. Em Londres, eh, eu comecei a frequentar os bares, porque, acho que antes de eu ser um militante, né, da da causa homossexual, eu fui uma pessoa que frequentou muito à noite, né, que ia muito em balada, que... Que, enfim, de chegava em casa às cinco, seis horas da manhã, assim de, que gostava muito da noite. Né? Então acho que até gosto um pouco hoje, mas eu não não tenho paciência de, o meu ritmo de vida não não me permite mais fa fazer esse tipo de coisa. né? E aí também depois você entra numa relação estável, aí você, né, acaba acaba... E tem tem uma coisa também que acho que a internet... quando ela aparece, ela vai, eh... O o o o espaço de que você tem de paquera, de ir na balada, de conhecer gente, não sei o quê, acaba, muita coisa na minha vida acabou sendo transferida para a internet, né? Então eu tinha essa vivência desse mundo, de, né, do da... eh, de conhecer os bares, né, de ir ir às boates e sair toda noite. De Minha primeira moto eu tive no Rio, então era essa coisa assim, de <sighs> a coisa mais deliciosa do mundo, era uma uma noite de verão, aquele calor insuportável, você estar em cima de uma moto no Rio, ah, que ar fresco, que delícia, né? Então era era ótimo. Então eu tenho eu tenho essa vivência da comunidade. Mas é ao mesmo tempo... Esse universo de, eh, que a gente poderia chamar de gê ele esse, que é o mercado, que são os bares, as boates, ele é muito de classe média, branca, né, mais ou menos, eh escolarizada. Então, ele é um universo muito elitista. Então, assim, de uma algumas coisas que me incomodavam profundamente, que eu tinha amigos que eram gays, que eram racistas, sabe? Ou que tinham preconceito com com pesso com nordestinos, com os pobres, né? E isso me incomodava profundamente porque eu tinha eu tinha passado pelo movimento estudantil e eu era de um partido de esquerda, assim, de... Falava, não é possível, né? Então, eh... em Londres... Eu era gay, e qualquer, você con, rapidamente, você chega nos lugares onde são os bares. né, de, depois de um certo tempo de qualquer qualquer gay um pouquinho mais descolado, se você me mandar para a China, eu vou descobrir onde tem um bar, uma boate, uma uma praça onde os gays se encontram. Então, em Londres, eu, eh, aprendi qua o onde estavam o o o as coisas e, de repente, chegava num bar e recebia um jornal que era distribuído gratuitamente, né, chamado The Pink Paper, né, por exemplo. E aí, com matérias falando... do que estava sendo votado no no pelo parlamento, pelas questões políticas, não sei o quê. Eu falava, nossa, que legal. E aí tinha a listagem de dos grupos e eu frequentei durante um tempo um que chamava Gay Young London. que era um grupo de jovens e que tinha muita gente que era de fora de Londres que que frequentava. Eu não era, não só era fora de Londres, como era fora da Inglaterra, eu era um estrangeiro. Então, para mim, aquele grupo aque aquele que me acolheu, que a gente conversava, não sei o que, foi decisivo na minha vida e mudou o panorama de ser uma um um forasteiro, né, dentro da cidade. Então, quando eu voltei para para o Brasil, Minha preocupação era essa, assim, de ter pessoas que lutassem por uma causa, mas ao mesmo tempo que tivessem essa sensibilidade de de, né, de pensar, pô, chegou uma pessoa no grupo, o que que ele está vivendo em termos da família, da escola, assim de do do lado existencial, sabe? Da experiência dos homossexuais. E foi por isso que aí de, eu eu participava do núcleo do pê tê e eu descobri essa esse grupo que chamava Corsa. E assim, de o que que é o Corsa? É uma Ong. O Corsa é uma um grupo gay que nasceu de pessoas que faziam terapia com o mesmo psicólogo. Num determinado momento ele organizou um seminário que era para discutir sexualidade, um instituto de pesquisa, né, e dessa desses seminários, dessa discussão, de algumas pessoas se conheceram, se aglutinaram, e ele dizia para elas, olha, não tem nada de errado com a sexualidade de vocês, o problema está no preconceito da sociedade. Por que vocês não se juntam e, né, e e começam a fazer a lutar contra esse preconceito? Então, esse grupo, ele nasce dessa experiência de... terapia de grupo, né, de de que a gente poderia chamar de autoajuda, mas com uma perspectiva de transformação da sociedade. Então, o Corsa ele tem essa cara até hoje, né, assim de ser um lugar de acolhimento, de dizer dizer ah, o que você está passando eu já passei, eu te entendo, eu sei como é que é, relaxa, calma... Vamos ver, vamos acionar um advogado, vamos fazer um um boletim de ocorrência na polícia, não sei o quê. Mas, né? Ou algumas coisas que às vezes são impossíveis na questão da família, né? Vamos dizer, um pai que que te co coloca o filho homossexual para fora, você não vai pegar e, não, vamos fazer um um bê ó contra o seu pai, que é uma coisa extremamente delicada, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista das relações, né? Então, o Corsa... Foi para mim um lugar que eu, nossa, que isso, que bacana, né, que legal. E aí eu hm mergulho de cabeça no Corsa, né, e trago junto toda a minha experiência anterior de militante do movimento estudantil, de esquerda, do partido. da experiência que eu tinha tido em Londres, não sei o quê, né? Então, eu fui, durante muito tempo, presidente do Corsa. De Aí, há dois anos, a gente resolveu que a gente, que era mais legal a gente ter uma uma direção colegiada. Então, a gente tem uma um conjunto de seis coordenadores, dá uma coordenação, e eu sou um dos coordenadores. né?. Então, que é uma que é uma experiência bacana. E aí dentro do Corsa, eh, então a gente sempre discutindo o que que está acontecendo na mídia, o que que está acontecendo nas relações de trabalho, né, na política. Então o o deputado que fez tal declaração, ah vamos processar, não sei o que... A gente está essas coisas todas, né, sendo discutidas, até que num determinado momento eu me dou conta que dentro do Corsa tinham pessoas como eu, que que tinha uma formação de como professor e que ou atuavam ou já tinham atuado como educadores. Aí eu falei, olha gente, né, de num determinado momento eu falei assim, por que a gente não começa a trabalhar com isso, né, assim de Porque para se vo se a gente pensar as pessoas mais velhas, elas não vão mudar a cabeça em relação à à homossexualidade, porque acham que é pecado, elas foram criadas desse jeito. Mas se a gente conseguir interferir nas novas gerações, talvez a gente consiga consiga visualizar um mundo melhor. E aí, a partir daí... A gente constrói o primeiro projeto, que é um projeto financiado não por por qualquer órgão da educação, mas pelo Ministério da Justiça, que era um uma formação que a gente ia dar para professores em direitos humanos dos homossexuais. Então esse é o primeiro primeiro projeto, para mim, a minha primeira experiência de dentro de uma Ong, que era uma coisa que eu não tinha, não sabia escrever um projeto, não sabia o que que era, manipular os recursos, né, de, e tudo mais. E essa é uma experiência que, de repente, a gen ela foi eh idealizada para ser um piloto com vinte e cinco professores. No final do ano, depois que a gente trabalhou com esse grupo piloto, a gente é é chamado para dar oficinas na rede municipal. Em do, nos dois anos seguintes, a gente faz oficina para cinco mil professores. Então, assim de... Oficina, né, que hoje inclusive tenho uma visão muito crítica disso. Você vai numa escola e fala durante três horas sobre relações de gênero, sobre o masculino, o feminino, sobre o machismo, a homofobia, como isso tem a ver com o racismo, porque são formas parecidas de preconceito e discriminação. Você muda a cabeça de alguém em três horas? A pessoa pode sair muito, ah, que bacana, né? De de, né, Vou repensar, mas repensar as suas atitudes e a sua prática didática é uma coisa que exige muito mais tempo, né? Mas a gente conseguiu, bem ou mal, fazer. E e ganhar um nome com isso, dizer, pô, ah, o Grupo Corsa, nossa, eles estão trabalhando de com a Prefeitura de São Paulo, de é legal, não sei o quê. E é de, nesse momento, assim, nesse calor da da de fazer as é essas oficinas, é que eu entro para o para a choca. Que a choca, por algum motivo... que eu desconheço, naquele momento estava procurando alguém da comunidade gê ele bê tê. E a pessoa que fazia a pesquisa recebeu várias indicações de outras pessoas dizendo, olha, você tem que falar com o Lula. O Lula é o cara que tem esse perfil, que é uma pessoa que é está trabalha que põe a mão na massa, né, que que está fazendo uma coisa que é sistemática, que tem vontade de ampliar e tudo mais, né? Então, aí, num determinado momento, a Choca me consegue meu e-mail, consegue meu telefone. Não, você tem que vir e de... Para você entrar na Choca, você tem que escrever uma proposta. Eu nunca fiz isso, porque um dia eles me chamaram para uma entrevista, me falaram assim, de, ah, uma entrevista com o Uma hora, uma umas duas horas no máximo. E eu fiquei quase cinco horas, né? Um pouco contando essa história da minha militância, não sei o quê. E em cima desse depoimento, eles redigem a proposta. Eles dizem, não, de não sei o quê. Então, tanto que hoje, quando alguém fala assim, ah, eu quero entrar para a Choca, Eu falo, eu não sou a melhor pessoa, a pessoa mais indicada, porque eu não escrevi a minha proposta. Na verdade, e eu e eu é uma coisa que me dá muita satisfação pensar que foi a choca que foi atrás de mim, para dizer pô, esse cara está fazendo um trabalho legal, né? Aí, Claro que depois quando você entra na choca... que você vê o trabalho, outros trabalhos maravilhosos, você fala, ah, o meu não é nada, né? Assim de Tem uma uma pessoa que entrou no mesmo ano que eu, que é, fundou uma associação de dos catadores de lixo de Belo Horizonte, que é a dona Geralda, não sei se vocês conhecem, de fica aí a dica para um dia vocês entrevistarem essa mulher, porque ela é tudo de bom. Então, e que você, que assim, sabe, sem nenhum, sem nada para usar um um termo da sociologia, né, assim, nada de capital cultural, mexe, ah eh, se envolve com as pessoas de tal maneira que produz uma ação muito legal. No meu caso, eu acho que, quer dizer, não dá para você falar, aí, o Lula foi um menino pobre que passou fome na infância, teve uma infância difícil, família desestruturada, mas ele deu a volta por cima de tudo e foi organizar a comunidade gê ele bê tê. Eu não tenho essa história trágica, né?

O que eu posso dizer que tem de trágico na minha vida são os conflitos, a as dores que eu tive por me ver como homossexual e de repente estar ligado à igreja para dizer isso não vai dar certo e rapidamente, sabe, de resolver isso e dizer não, vam vamos embora, vamos fazer outras coisas, né? Então, e eu tenho de essa coisa que a minha família tinha me dado, que era uma, o investimento em educação. Você tem que estudar. Se você quer fazer alguma coisa, se você quer ser alguém nessa vida, estude. Então, de repente, eu vejo a minha vida muito ligada à educação E vejo que o meu trabalho de na no combate ao preconceito passa pela educação, porque é onde eu estou mais à vontade, a onde eu estou mais, eh, para usar uma expressão do meu pai, onde eu sou é é um peixe que está na água, sabe, assim? De tipo, eu estou em casa quando falo com professores, quando circulo dentro de uma escola, porque aquele mundo é meu mundo. Essa, o meu envolvimento com com, eh, uma Ong, né, acabou com que eu, dentro dessa Ong, me envolvesse, fosse buscar coisas em educação. Mas eu também participo de outras coisas no sentido de que, enfim, tem projetos de lei que estão no Congresso e que a comunidade de gê ele bê tê precisa se mobilizar para aprovar. Tem uma coisa aqui, ó você vê, de fazendo essa retrospectiva, eu acabei nem falando. Em noventa e sete, né, fazia menos de um ano que eu tinha entrado no Corsa, eh, eu tinha tinha tido um encontro chamado ê bê gê ele tem, Encontro Brasileiro de Gays... lésbicas e travestis, eh, que a com, ocorria uma vez a cada dois anos. Esse encontro ele terminou com uma manifestação na rua. Então, mais ou menos uns duzentos participantes saíram com faixas, né, do hotel onde foi o encontro até a Praça Roosevelt, lá no centro. Aí quando terminou essa manifestação, e eu fui para o Corsa na reunião seguinte, eu falei, nossa, essa manifestação foi tão bacana, e eu acho que, né, eu fico pensando de o que ah, o o as paradas que são feitas em Nova Iorque, em São Francisco, a gente também tinha que fazer uma coisa parecida, né? E todo mundo fala, pô, é mesmo, é isso mesmo. E aí, dentro do grupo do Corsa, nasce uma comissão que vai procurar outras pessoas, outros grupos, e vai nascer a primeira parada em noventa e sete. Então, é é até engraçado, porque algumas pessoas, como andei falando isso, que a ideia de fazer a parada, né, é do Corsa, o o a iniciativa, e dentro do Corsa, né, fui eu que sugeri, Então, e eu sempre digo assim, de essa parada que existe, existe porque alguém tomou a iniciativa e essa pessoa fui eu. Não quer dizer que ela existe do jeito que ela existe, do tamanho que ela existe, aham, exclusivamente devido a mim, mas alguém tinha que, vamos fazer, né, e essa pessoa fui eu. Talvez estivesse na cabeça de muita gente, né, de alguma, porque ah, se conhecia a parada de Nova York, né, que é super grande, de São Francisco, Mas assim, quem sabe, marcou, com que, então vamos fazer a comissão, quem está quem vai fulano, fulano, fulano, então sábado que vem, às duas horas, a gente se senta para para conversar, né, então essa pessoa fui eu, e eu tenho consciência disso, então toda vez que eu vou para a para a parada, né, a cada ano que eu vejo aquela multidão, eu me emociono de pensar assim, alguém tinha que tomar iniciativa, e de naquele momento fui eu, podia Pode ser que é um mês depois, seis meses depois, uma outra pessoa tivesse tido a mesma ideia. Mas essa parada que existe é a parada que, eh, do meu grupo, das pessoas com as quais eu conversei na data, no dia que a gente combinou. que foi dia vinte e oito de junho de noventa e sete. E aí o resto é história. Foi muito difícil fazer essa primeira parada, porque é, as casas noturnas não deixavam a gente entrar. A gente xe fazia xerox do do né, de um panfletinho, para dizer, primeira parada, gay de São Paulo, apareça, não sei o que. As pessoas assim, eram extremamente... Esse mercado, esse mundo gê ele esse branco, eh, de classe média, né, elitizado, nossa, nem queria ouvir falar, imagina. Bobagem, né? Eu sair na rua, levantar uma bandeira, não sei o que, parará. Foi muito difícil. Então, quem vai na parada hoje fala aí que que legal, que coisa óbvia, ela nem sempre foi tão óbvia, né? Ao contrário, muita gente resistiu, assim, de e ridicularizou e os donos de das casas noturnas que eram pessoas que ganhavam dinheiro a cus as custas dos gays e não não necessariamente eram gays eram pessoas sem nenhum compromisso com a cidadania com os direitos com nada disso então a gente era era muito a gente ficava na porta esperando as pessoas saírem e mesmo assim com toda essa dificuldade em noventa e sete a parada começou com duas mil pessoas E aí foi, ó né, no ano seguinte, oito mil pessoas, né, no ano seguinte, trinta e cinco mil pessoas, cem mil pessoas. Ela foi, na verdade, praticamente triplicando, né, a cada ano até chegar no nos três milhões onde ela está hoje. Eh... Eu falo, né?
Maurícia. Tem alguma história para contar do impacto de algum trabalho que você fez, que você acha bacana compartilhar, assim?
De algum trabalho, de define
É, de e algum trabalho, alternativa de mudança? É, de o que eu
É, o que ah, o que eu acho que eh, quando eu ouço a tua pergunta, assim, de, eh, se eu tenho alguma história para contar, de alguma coisa que teve impacto... A questão é, o que a gente define como impacto, né? O que que de fato muda, eh, alguma coisa, a realidade, a ponto de você dizer, aqui tem um impacto, ou aqui teve um impacto? É sempre um olhar retrospectivo. Não é, não é, não é, uma uma decisão que você acabou de tomar, e você diz, nossa, isso vai ter o maior impacto. Até porque, em geral... Quando você toma, eh, você tem uma ideia e você eh, tem, né, dá uma sugestão, propõe alguma coisa, para mim isso sempre foi um pulo no escuro. sabe assim de. Eu eu fico imaginando os trapezistas assim de, na total escuridão e assim dizendo, ó segura na mão do outro e vamos dar o pulo que de repente vai vai modificar tudo.

Por causa di, por ter essa concepção, então eu sempre, na verdade, o impacto é aquilo que eu olho para trás dizendo, ''olha, isso teve impacto''. Algumas teve, eh, a algumas coisas aconteceram, outras não. Em algumas a eh, iniciativas, né, ou propostas que você teve, elas foram extremamente bem sucedidas e reconhecidas e outras não. É difícil eh, você pen você falar assim, ah, então vou escolher uma, né? Até porque são coisas que é é meio como você cuidar de uma planta, sabe, assim? Tipo, quando você vê, né, a primeira folhinha, você dizendo, ai, que legal, mas que se você não tiver paciência, ela vai, ela não vai acontecer. Uma das coisas que que... Talvez até você diga assim, ''ah mas que, nossa que, você acha que isso foi impactante?'' Eh Quando a gente, que era um grupo de militância, o Corsa, a gente vira uma Ong, então, tira a cê ene pê jota, registra todos os os documentos em cartórios e que a gente começa a executar projetos, né, que são fundamentalmente projetos financiados pelo pelo governo, né, pelo Estado, a gente começa a trabalhar com prevenção de dê esse tê e á i dê sê. Até aquele momento, e isso eu estou te falando, eh, final dos anos noventa, começo Quem fazia trabalho de prevenção de dê esse tê á i dê sê em São Paulo, junto à comunidade homossexual, basicamente fazia uns panfletinhos muito bonitinhos, né, com umas fotos bacanas, e ia distribuir preservativo na em porta de boate. E eu olhava e falava, eu estou fora. Para fazer isso, estou fora. Sabe, assim de, Porque é um trabalho de formiguinha, numa cidade que tem cem milhões de habitantes, não não não é por aí.

Num determinado momento, de, abre um edital de seleção de projetos de prevenção em dê esse tê á i dê sê. E aí e eu olho e falo assim, o que que a gente vai fazer? Já que a gente não quer fazer é, essas coisas que já estão batidas e que não dão em nada, o que a gente pode fazer de diferente? Aí eu tinha sempre essa preocupação de olhar para o o centro da cidade e ver que ele tem uma população branca, classe média, escolarizada, né? Frequentando as boates. E aí eu pensava, e se você é gay e você está na periferia, né, o que que você faz? Às vezes você não tem nem dinheiro para ir até o centro, né, de tomar um ônibus, né, para tomar uma cerveja e voltar para casa. Então, o que que você faz, né? E aí eh, aí eu tive a ideia, nesse momento, o a a Secretaria Municipal de Saúde tinha uma uma proposta de fazer parceria com Ongs para fazer trabalhos comuns. E aí eh, eu fiquei conhecendo o pessoal de um cê tê á, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que naquela época existiam cinco em São Paulo, um deles era em Santo Amaro, mais ou menos perto da minha casa. Então esse centro é um lugar onde você vai, tem uma palestra sobre sexo seguro e onde você faz o teste do agá i. Então é um é um um um centro de prevenção. E aí eu pensava assim, bom, se a gente quer pensar prevenção para essa população que nem chega lá na no centro da cidade e que na região de Santo Amaro, por exemplo, nem tem, não tem um bar, não tem uma boate, eh, gay que as pessoas possam ir. Onde estão essas pessoas? Por que a gente não faz alguma coisa aqui dentro do centro, que é um um espaço da prefeitura? Então, né, a gente, eh, vai chamar as pessoas e e vai começar a conversar sobre isso. Então, elas não precisam ir para o centro da cidade se submeter a esse padrão, né, de classe média, que vai dizer, nossa, com essa roupa, essas músicas que você escuta, assim, sabe? Que vai impor, que vai dizer, eu sou eu sou gay, sou assumido, e de e você, sabe, é um uma um, como a gente diz na na gíria gay, você é uma bichinha quaquá, né, assim de, Afetada, né? E que, na verdade, é uma imposição de valores, na verdade, é uma forma de dominação social, né? Uma coisa que me é extremamente cara como militante de esquerda, como alguém que com leitura na área de sociologia, né. Então, vamos vamos fazer alguma coisa junto com o cê tê á?

E aí a gente propôs esse grupo de, esse, esse espaço de convivência, um grupo de convivência. E aí a gente sentou com com o o com duas psicólogas, que são as técnicas que cuidam desse dessa desse trabalho de prevenção, nessa nesse cê tê á, e aí então vamos fazer, então a gente fez um um cartaz, né, uns folhetos, não sei o que, Aí marcamos a primeira reunião. Aparece uma uma pessoa. Então a gente tinha comprado lanche, né, biscoito, suco, não sei o quê. Para umas dez pessoas aparece uma, né. De putz, né, de acho que não vai rolar. Aí na semana seguinte aparecem duas. E o o que veio na primeira não veio na segunda. Esse negócio está esquisito. Mas de repente... a gente começa a ver que começa a surgir um boca a boca num Em em questão de seis meses, esse grupo tem cinquenta pessoas participando, todas elas morando na região, no extremo da Zona Sul de São Paulo, né, e de e com uma enorme necessidade de falar de si mesmo, do das suas questões, do que está acontecendo na vida delas lá no bairro, na escola, no trabalho, E a gente, né, nós do Corsa, que estamos lá coordenando esse trabalho, são as pessoas que são militantes, com experiência, acostumadas a enfrentar a polícia, a ir na delegacia se precisar registrar uma queixa, não sei o quê. E que você começa, ah eh essas pessoas começam a ter uma relação de... admiração e de e de confiança, de dizer, pô, eu posso contar. esse trabalho, né, de, eh, talvez se você pense do ponto de vista numérico, a região de Santo Amaro, Grajaú, Interlagos, Parelheiros, Parará, tem mais de dois milhões de habitantes, o que são cinquenta pessoas nada. Mas para uma região que não tinha absolutamente nada, A gente ter conseguido esse grupo foi, para mim, assim de, uma das coisas mais gratificantes da minha vida. E saber que ainda hoje, que aí o projeto acabou, mas o grupo continuou. Esse grupo agora em dois mil e sete fez cinco anos, se reúne toda segunda-feira. Eu já várias vezes, né, assim de, eh, ainda mais depois que eu entrei para a Choca... que vinha alguém que era, ah, eu queria conhecer um pouquinho a realidade dos gays de de São Paulo, aí eu falo, você quer os gays da classe média que estão no centro, nas boates, ou você quer uma coisa da periferia, né? Ah, eu queria ver alguma coisa da periferia, então vamos, então levo. Então várias vezes levei pessoas, né, estrangeiras que nem falavam português, para elas verem e dizer, olha, isso é um grupo, né, que se reúne, Então, de, eh, por isso por isso que eu que eu falei, fiz aquela reflexão sobre o impacto. Talvez isso, eh, do ponto de vista numérico, não seja um impacto muito grande. Eu fui falar da formação desse grupo em Cuba e em diversas outras cidades para dizer o que que a gente fez concretamente. Olha, foi assim, assim, assim, a gente começou assim. Teve essas dificuldades, teve a parceria de uma Ong com um serviço público, isso é fundamental. A gente como Ong sozinho não conseguiria o serviço público sem a ajuda, sem a linguagem, né, de pares, né, de de alguém, eh, que vai conseguir chegar concretamente na população. O serviço não conseguiria, então é uma... E é interessante, porque de um lado, por do lado de de algumas pessoas, de eu sou considerado, eh, eu tenho um discurso chapa branca, porque eu trabalho, com go, eu não fico atirando pedra, né? No serviço público, vai dizer, ah, é o serviço, é pago pela população, não sei o que, parará, então tem que fazer. De, eh... Não vai fazer se você não não não fizer junto, até porque nem sabe como fazer. Então você tem que inventar e tem que estar lá junto, né? Então você você acaba, né, de, eh, eh, de, traçando um caminho que depois outras pessoas vão seguir, né. E isso para mim... Não sei se eu respondo a tua pergunta, mas, né... Sei lá, é isso. Eh...
eh, conta um pouco da... Como é a reação da sua família diante da da sua homossexualidade? Como é que foi isso?

Isso é uma coisa interessante, porque como eu já sou uma bicha relativamente velha, né, tenho quarenta e sete anos, eh, eu tenho uma perspectiva, né, eu vivi numa época que é muito diferente de alguém que hoje tenha vinte, vinte e poucos anos, eh, e seja homossexual e de e e e conta isso para a família, né? Então, na no meu caso, de, eh, foi uma coisa assim de... Eu não, em nenhum momento eu juntei a família, sabe, assim, tipo, desliga a televisão e de, vou dar uma notícia bombástica, né? A minha família foi se dando conta aos poucos. Até porque eu fui me tornando militante da causa gê ele bê tê, mas eu tinha um histórico de militância genérica, né, de esquerda. Então, eu tinha, ja tinha, eu estava muito acostumado, o telefone tocava muito na minha casa, as pessoas me ligando para chamar para uma reunião, ou às vezes alguém da imprensa querendo que eu que eu falasse alguma coisa, do do da época que eu era do pê tê, né? Então, no momento em que eu comecei a aparecer, na mídia falando do movimento gê ele bê tê, da para, porque no no nos primeiros anos da Parada eu era uma das pessoa, eu era do grupo dirigente da parada, então, né, de a, a imprensa queria saber de quem é, quem são, o que vocês fazem, o que vocês pensam, quanto custa a parada, como se a gente estivesse nadando em rios de dinheiro e a gente naquela época não tinha um tostão furado, né? De Bancava com com o o o dinheiro da gente como militante, né? Então a minha família foi meio que, sabe, assim, tipo, eh, sabendo a conta gotas, né, assim, de muito devagarzinho. E aí aconteceu uma coisa interessante que, acho que em noventa e oito, que é a segunda parada, que teve oito mil pessoas, então já oito, você botar oito mil pessoas na rua já é... já merece uma manchete de na Folha de São Paulo, por exemplo, né. Então, nesse momento, a gente fez a primeira com muita dificuldade. No ano seguinte, que a gente pôs oito mil pessoas, aí a gente virou, eh, sujeitos políticos. A gente ganha visibilidade. E aí eu fui falar num programa da tê vê Câmara, da Câmara Municipal, de, que é aqueles aqueles canais que tem na tê vê a cabo, que quem assiste? Fala, você assiste? Você assiste? Ninguém assiste, né? <laughs> E isso, eu estou falando de noventa e oito, a tê vê a cabo tinha, nessa época, dois, três anos no máximo. Então, assim, de... Pouca gente via e pouca gente tinha tê vê a cabo naquele momento. E aí, e foi um programa de uma hora, assim de, que fui eu e mais duas pessoas falar sobre a realidade, o que que estava acontecendo, esse novo cenário, a parada, as reivindicações, não sei o que, parará Foi um uma entrevista muito boa, muito séria, né? E e passou na televisão. E eu, inclusive, uma das pessoas que eu avisaria para ver seria a minha irmã mais nova, que além de, que é super minha amiga, que... que pensa muito parecido comigo, né? Mas ela não tinha tê vê a cabo, então não adiantava, né? Então nem me lembrei, né? E essas coisas também de, né, você acaba acostumando, você dá entrevista, as pessoas falam, ah, eu vou te mandar uma cópia, ninguém nunca manda, né? Então, ah, tudo bem. Eh... Uma tia, que é daquelas bem carola, bem não sei o quê, devia estar zapeando, e me viu e ligou imediatamente para a casa dos meus pais para para dizer, ''ah, ele está na televisão, né, de de de, liga lá no canal tal''. E aí, e o meu pai viu. E aí, olha a cena. Eh... e de e isso aconteceu, eu nem fiquei sabendo. Uma semana, uns dez dias depois, a minha irmã me liga para por por conta de alguma outra história. E ela virou e falou assim, você apareceu na televisão? Eu falei, eu apareci, mas na tê vê Câmara. Eu não te falei nada que você não ia ver. Ela falou assim, é porque a tia fulana de tal te viu. E ligou para o pai. Falei, ah, tudo bem, né? Aí, alguns dias depois, eu fui almoçar na casa dos meus pais. E eu tinha comprado um rodo no supermercado que, com duas semanas de uso, ele desmontou. E eu estava puto. E meu pai adora fazer trabalhos manuais. Então, eu levei lá e falei, ah, vê se consegue pôr um prego aqui. Aí, meu pai, assim, de batendo, eu vi você na televisão. <laughs> Então, não era uma coisa para você dizer assim de, ah, não é nada disso que o senhor está pensando, porque era um programa de uma hora, né? E aí eu falei assim, '' Aí, o que que o senhor achou?''. Ele falou, olha, achei que foi muito bom que você, né, fez colocações muito importantes, né. Eu fiquei até assustado assim, de falar, uau, ele não fez nenhum comentário. E aí eu virei... Aí nisso a minha mãe chamou a gente para almoçar e ele mudou de assunto e assim de, não falou mais. E aí você fica assim, de bom, e agora? Eu falo de novo, né, eu vou trazer esse, eu espero, ele falar? Então meio que ficou nesse silêncio, sabe, de respeitoso. O os americanos chamam isso de política de don't ask, don't tell, né. Você não pergunta nada e eu não falo nada, você sabe que eu sou, mas... É é o que a política que vigora, por exemplo, nas forças armadas nos Estados Unidos. Então, de, o o soldado não diz que ele é gay, o oficial não pergunta, ninguém tem nada a ver com isso e fica por isso mesmo. Então, o que tem lá? É, o os seus prós e os seus contras, mas no meu caso, assim de, a coisa ficou acomodada. Então, eh, eu, a partir desse momento, falei assim, ah, não vou não ficar de... Se eu tiver... Ó, hoje, por exemplo, eu almocei na casa dos meus pais, né? Então, estou com a camiseta do Corsa, e assim, eles sabem que é uma entidade gay, que é lá que é o ato, mas, ah, então, você viu o filme tal na televisão, e a gente vai conversar de outras coisas, entendeu? E aí, agora que, né, que eu tenho um companheiro, a gente está morando junto faz quatro meses, toda vez que tem algum evento familiar, almoço, aniversário de alguém, ele vai junto comigo, E ele é tratado, porque aí dentro da minha família, de, alguns, de, pela pela cabeça, você sabe que é uns, né, de Se você for puxar a língua, talvez falem, tem alguns comentários homofóbicos, né? Mas de uma maneira geral, está acomodada e eu e eu fico pensando, eu não vou gastar a minha energia, sabe? Me contrapondo, fazendo discurso com a minha família, sendo que eu tenho, né? uma militância maior, né, de, para fazer, de, no resto do mundo. Então, né, respondi essa pergunta?
Respondeu.
Então, a minha irmã mais nova é a primeira primeira pessoa da minha família que eu conto, e ela, e eu tinha vinte e três, ela tinha dezessete anos, que foi assim, de, eu tinha me apaixonado, não sei o que, e que foi sempre a pessoa que me deu muita força, que sabe de mim, que... que vai inclusive na parada, entendeu? Que não é uma militante da causa, mas que é uma uma ativa simpatizante. E...
você eu gostaria de comentar algum, se houve, né, algum preconceito, eh, que o senhor tenha sofrido pessoalmente,
É de engraçado isso, né, porque assim, de, eh, eu acho que, de novo, Maurício, eh, de, você não precisa está, eh, que as palavras ou que os atos sejam direcionados di diretamente a você para você se sentir eh, vítima do preconceito ou da discriminação. Eu, honestamente, de, na minha vida, eu não me lembro de situações que alguém me disse você não vai entrar aqui, ou você, eu não vou eu não vou contratar você, ou ou de ou ou tenha me prejudicado de alguma maneira pelo fato de eu ser gay, né. É muito possível que alguma coisa aconteceu, que eu não tenha sido de entrar em contato e não entrou, de um emprego que não rolou, alguma coisa assim. É bem possível que essa pessoa não me perguntou, achou que eu era gay. e, né. Então, eu não tenho... A minha única, de... É é até curioso contar isso. A minha única... E e que me fez muito entender a coisa de como funciona a discriminação, como você se sente nessa hora. Quando eu morava em Londres, eu gostava muito de ir num bar que tinha perto da minha casa. E um belo dia, é eu chego lá, numa terça-feira, tinha combinado com um amigo, né, que era brasileiro também, da gente se encontrar lá. Aí quando eu chego na porta do bar, a garota que está na porta vira para mim e fala assim, você está com alguma amiga lésbica? Eu falei, não, estou sozinho. Ela falou, ah, então você não pode entrar, porque hoje é a noite das lésbicas e só podem entrar lésbicas ou você só pode entrar se você estiver acompanhando uma lésbica. E eu assim, de uau, de, como assim, né? Então foi a primeira vez, né, de na minha vida que eu deixei de entrar num lugar porque eu não era mulher, porque eu era homem. Porque eu podia ser um heterossexual, também não te não entraria do mesmo jeito. E aí assim, de, aí você né, não, tudo bem, é um dia, é a noite só das lésbicas, porque, né, de, se você não fizer isso, o bar vai encher de gays e não vai ter spa, as lésbicas vão ficar marginalizadas, não sei o que, racionalmente você, né, vai... Você consegue explicar, dizer, não, tudo bem, é até bacana que o bar faça isso. Mas, assim, alguém está dizendo para você, você não vai entrar nesse bar porque você não é mulher, porque você, de, é gay, porque, né, você não é uma mulher lésbica. Então, assim de, é... é muito isso. Não, não me foi falado de uma maneira agressiva, assim, do tipo, você é gay querendo entrar aqui? Você falou... Não foi isso. Foi uma coisa, assim de, super polida, super tranquila, mas em que você fala, poxa vida, né? Quantas Quantas outras pessoas, em em em quanta, em tantas outras situações... deixam de ter acesso ou de usufruir um serviço ou alguma coisa, né, por, inse, por causa de alguma característica que pode ser a cor da pele, orientação sexual, a identidade de gênero, o sotaque. né, de... A origem, né, de, nacional, regional dessa pessoa, né, de, tanto, né? Então, isso foi uma das coisas que teve um super impacto na minha vida. De pensar, uau, né, assim de, eu não posso entrar aqui de Será? Eu faria algum estrago aqui? e eu de, né? O que que está acontecendo, de Isso produ produziu em mim uma, muita muito muita reflexão. Então, eu te diria que assim... O que eu sofri mais de discriminação, de, por ser gay é mais de ouvir, de ver coisas, né, que não está sendo dito para mim, mas que está numa numa matéria de jornal ou alguém dizendo isso na na televisão. Para te dar um exemplo, teve um programa há muitos anos atrás com o Afanásio, o o deputado estadual, o radialista, que era sobre os homossexuais e chamaram. né, de... Naquela época nem existiam muitos militantes para para serem chamados, chamaram homossexuais aí, que pessoas assumindo, e chamaram ele. E ficou a uma coisa que a a televisão adora fazer, que é aqueles bate-bocas, né, ridículos de agressões, multas não sei o que então eles colocaram as pessoas mais... estereotipadas possíveis, né, caricaturais mesmo, do mundo homossexual, então tinha umas travestis, e o o Afanásio Jazade. Ele vira no final da entrevista e fala assim, de não, porque eu acho, sabe, que os homossexuais, eles deviam, sabe, de queimar, sabe, mas queimar totalmente para não ficar nem, eh, a faísca no chão. E isso foi uma coisa assim, de vai um tapa na minha cara, assim de, porque al alguém que, eh, está te dizendo não, que você não pode existir, que você não merece existir, que você não... Eu não não quero nem que as suas cinzas, sabe, de, permaneçam, porque até a cinza de alguém que é homossexual e morreu vai me incomodar. Então, de, eh, um grau de intolerância, né, de, que é uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. A gente ia tentar mover um processo contra ele por por por falta de decoro parlamentar, mas aí tem imunidade. E a gente acabou achando que ia dar mais cartaz para ele, que era o que ele queria, do que conseguir caçar o mandato dele, que era o que seria justo, né. Então, Mas isso aconteceu eu assistindo televisão na minha casa. Então não é uma coisa assim de vivi uma situação de discriminação face a face, né, que acho que era esse o o sentido da sua pergunta. Mas assim, de quando você de... Tal talvez a questão seja essa, assim, de, alguém pessoalmente não me incomoda tanto, mas alguém que o discurso tem esse poder deva devastador, de, eh, me machuca, me incomoda muito mais e, de, produz em mim uma uma revolta, uma indignação que me mobiliza. Assim, de, Eu tenho que me mexer, eu tenho que fazer alguma coisa de concreto em relação a isso.
Sara, quer fazer uma pergunta? Eh... O que você sente, dada essa entrevista aqui para o Museu da Pessoa? Qual a sua
É muito interessante, porque, assim, eh, tem várias coisas que vocês perguntaram, que eu já já disse em outras ocasiões, mas eh, o que sempre me impressiona é que, eh, a maneira como, né, a cada vez, de, eh, eu concateno as ideias de uma maneira diferente. Não sei, por ser hoje, por por por já ter refletido sobre várias coisas no passado, dá sempre a sensação de que hoje eu pareço que eu fui mais claro, sabe? De que as coisas estão mais concisas, mais, eh, ordenadas dentro da minha cabeça, né? Não sei, né, talvez um dia a gente possa pegar o outra outros depoimentos e analisar. Mas eu acho que é muito muito, uma experiência muito boa, acho que é uma, eh, eu queria muito cumprimentar o vocês e o Museu da Pessoa, porque eu acho que é uma... A gente falar da própria história é sempre uma oportunidade ímpar, né, de refletir, de repensar, de retomar rumos, sabe, de, eh, corrigir a rota sabe? De, e e continuar vivendo, continuar lutando e fazendo as coisas que a gente faz.
Você gostaria de dizer mais alguma coisa que não foi dito?
Não, muito obrigado pela paciência de vocês, <laughs> de ouvir e colher esse depoimento, tá?
Bom, então, em nome do bo, do Museu da Pessoa, agradecemos aqui o seu